São Paulo, seis de fevereiro de dois mil e dez.

Para começar então, a gente vai pedir para você se identificar de novo. Então fala para mim seu nome completo, local e data de nascimento.

Você sabe a origem deles, de onde que eles vieram?
Sim, os dois nasceram no Brasil, meu pai em Talbaté, minha mãe em São Paulo, mas a origem dos familiares da minha mãe é italiana e a origem do meu pai é da Dinamarca.
E seus avós então que vieram para o Brasil, seus pais deles?
Meus avós... maternos... Sabe o nome?

de Taubaté, ãh... mas acho que não foram os avós que vieram, acho que são os bisavós ou até anteriores. aham
E você sabe como seus pais se conheceram? Você conhece um pouco essa?
Acho que através da igreja católica, a ação católica.

Acho que através da do padre mesmo que e Meu pai também participava de algum outro grupo católico de homens.

Acho que foi assim. Tá.
Qual que era a atividade profissional deles?
Meu pai era técnico de eletrônica e minha mãe funcionária pública e professora. Depois, mas ãh depois do casado, já com filhos, que meu pai ainda fez engenharia também, mas foi mais não só para ter o diploma mesmo, muita gente às vezes fala, vai para ter o diploma, porque ele já trabalhava em empresas e acho que nem ajudou muito nem no salário <laughs>
Você lembra assim, quando você era criança, da casa que você morava?

Depois ãh foi a eh eh ... Como é que chama quando o governo... Desapropriado. Desapropriado.

Só que estava muito feia, não não estava boa para visualizar, estava estragado. Então, a gente brincava lá.

Acho que não é Vila Mariana ainda, mas ali para saúde, naqueles lados.

E você lembra assim como que era a rotina na sua casa de manhã? Se os pais iam trabalhar, como que era isso?
Aí, depois que minha mãe teve a gente, ela não não trabalhou mais. Então, era sempre com ela. O que eu me lembro mais é a rotina da escola, né? Que era ir para escola, levar, buscar. E... o pai saindo de manhã e depois voltando à tarde ou à noite. E você tem irmãos? Tenho um irmão. Como que ele se chama?

Mais velho ou mais novo?
Mais novo. Mais novo três anos.
E quais que eram as brincadeiras? Vocês brincavam na rua? Tinha um grupo de amigos assim na rua?

ah.. Acho que eu brincava mais com ele mesmo quando pequena. Depois aí já começou a ter mais amigos, primos. Ah... Eu lembro no aniversário que a gente fez brincadeira de corrida de saco, de ovo ah... e outras coisas assim. Tinha várias brincadeiras no aniversário. A gente tem fotos disso também, slides. Acho que nem é foto, é slide. Acho que era mais isso. E na escola, né? Lembro mais das minhas amigas de escola, brincadeiras assim, na escola mesmo.
Em que escola que você estudava? Era perto de casa?

Meninos e meninas. Na sua época ainda era isso?
Não.

Só meninas até a quarta série. Aí na quarta série começaram a introduzir alguns meninos. Aí colocaram quatro meninos na nossa classe.

Aí tinha um gordinho, que ninguém dava muita bola, <laughs> depois o outro que era meio assim, aí tinha outro que era engraçadinho, mas não era muito chamativo e só tinha um que era o o tal, né? Daí as meninas todas se apaixonaram por ele <laughs> Mas era só brincadeira, né? E tinha uniforme? como que Tinha eh, blusa branca e sainha, acho que era cinza, de quadriculado, eh de de normal assim, né? Depois tinha os uniformes de ginástica também.
E quais eram as matérias que você gostava?
Eu gostava de quase todas matérias. Eu sempre fui muito bem de na escola, né. Lembro-me uma vez, na quarta série, que tinha uma irmã tinha uma irmã que era professora. Eles não tinham irmãs professoras, eram mais administração, né.

Isso foi terrível <laughs> Tinha que fazer uma prova, onde tinha dois exercícios só. Então, se errasse um já, né? Ela colocava uma equação matemática bem grande e com a resposta já. Então, você sabia que estava errado. Então, eu fiz uma vez e deu errado a resposta. Tentava, dava errado. Eu falei, ah não, vou no banheiro, relaxar. Era uma questão de nervosismo mesmo. Daí eu voltei, apaguei tudo. E aí comecei de novo. Aí deu certo.

Então era era horrível. Ficar de recuperação era a pior coisa que existia assim, né. Então, não, não posso, então foi a única vez mesmo <laughs> que eu fiquei de recuperação. Aí depois continuei.
Tem alguma outra história marcante assim de amiguinhos na escola?
Na escola tem uma vez que eu fui mordida por uma abelha na língua.

E aí, de repente, eu sinto um gosto estranho, assim, na boca. O que é isso, né? Aí eu cuspo, assim, uma abelha. Só que ela caiu dentro de um lugar que eu não podia nem encontrar mais. Ela caiu ali embaixo. Eu olhei, mas deu para ver. E eu falei, nossa, mas aí começou a doer, assim. Aí eu fui falar para uma professora que estava lá perto. Só que eu tava ainda com meio pão doce, né? Estava comendo meu lanche e eu estava com vontade de continuar <laughs> comendo meu pão doce. Ela, não, não come mais, vamos lá em cima, vamos ver o que que é isso. Aí levou para para enfermaria, né? Aí eu lembro que ela tinha uma unha grande assim, com a unha estava tentando tirar alguma coisa. ferrão, alguma coisa, mas acho que não saiu nada não, mas não está e não doeu, mas depois ficou uma bolinha branca com um puzinho ali, aí eu fui no médico e ele cauterizou. Aí doeu mais um pouquinho, mas aí foi embora.
E aí, você ficou nessa escola até quando? Você terminou, concluiu o colégio lá?
Não, eu fiquei até... Eu fiz até a quinta série. Aí, quando meu pai teve que... Ele tinha... A gente lembra que a gente estava na casa alugada, ele resolveu comprar uma outra casa, né? Que o apartamento primeiro era nosso, né? Mas foi desapropriado, foi para casa de aluguel. Aí, ele resolveu comprar uma outra casa. E aí, para pagar a casa, não dava mais para pagar colégio particular, né? Nessa época. Então, a sexta, sete mil e oitava, eu fiz num colégio municipal.

E como é que foi, assim, mudar de escola? Foi tranquilo? Você lembra, gente?
Foi ruim, porque eu cheguei lá na sexta série, acho que eh eles me colocaram na pior classe, não sei porquê, e aí eu eu tinha o quê? doze anos, eu estava bem no tempo certo, né? E tinha gente de dezessete, tinha uns grandões, né? Que eu não entendia muito bem o que era aquela <laughs> turma grande lá. E aí muita coisa que eu estava vendo eu já tinha visto, o que foi bom para português porque eu já tinha visto análise sintática inteirinha na quinta série, aí na sexta vi tudo de novo, na sétima de novo, então o português ficou excelente. Tinha um professor bom de português também na oitava, foi muito bom para me ajudar até, me ajudou a escrever como eu escrevo hoje, porque é importante saber colocar as palavras nos locais certos para que a comunicação saia bem. Mas eu tirava aí, eu lembro que eu tirava só porque <laughs> já é mais fácil ainda, né? Então, ciências, matemática, era dez, dez. E esse pessoal aí começou, até que foi bom, acho que o exemplo de eu estar lá, eu falar, não, né? E o pessoal começou a me prestar mais atenção, queria minha ajuda para entender o que eles não estavam entendendo. Só depois que eu fui descobrir mais tarde, né? Que eu vou contar para vocês por que que as pessoas não entendem. E se eu soubesse isso antes, já tinha até ajudado melhor, né? Mas eu sempre queria estar ajudando.

Aí era... Já foi outro choque. É. É, aí é fogo, né? Porque é estudar, estudar, estudar, estudar, estudar, mas eu eu gostava, porque eu ia bem, não tinha dificuldade, Então, eu ia, estudava Lá já não era, não dava para tirar dez, né? <laughs> Se tirasse oito, estava muito bom. Um sete Né, porque era bem, bem puxado, mas eh continuava indo bem. Também nunca fiquei de de recuperação nem nada. Mas aí já começava aquela ideia. Agora, se eu tenho que estudar, para o vestibular. Depois eu descobri que também não é certo. Você tem que estudar. Agora com a técnica de estudo que eu aprendi, do Sr.

Se eu soubesse isso, né, tinha o estudo tinha sido muito mais divertido e tinha dado mais frutos, porque muita coisa que eu estudei, entre aspas, de física, por exemplo, eu não sei nada. Se você perguntar alguma coisa, aí eu decorava. Ah, tem que decorar essa fórmula?

Vai cair na prova? É aquele negócio. O que vai cair na prova? Então a gente estudava para o que quê ia cair na prova e o que ia cair no vestibular. Era só o objetivo principal. E o objetivo do estudo não deveria ser esse. Deveria ser estudar para aplicar na vida. Então, estudar física, como que eu vou aplicar isso na minha vida? É claro que muita coisa teria que mudar até no currículo escolar, porque tem realmente muita coisa que a gente não tem aonde aplicar. Mas agora, o bom é que eu posso aplicar isso e ajudar outras pessoas, né? Então, quando eu faço um curso, ministro um curso de como estudar ou aprendendo a aprender, a primeira coisa que eu digo é vamos mudar o ponto de vista. Você vai estudar o quê? Inglês?

Para aplicar, para falar, para entender, para ler a internet, para ler um livro, né? Esse tipo de coisa. Ah, eu vou estudar árabe.

Ah, para colocar no currículo. Então, não ficar perdendo tempo com coisas que você não vai aplicar.
E nessa época do Bandeirantes, tem algum professor que tenha marcado alguma história que você lembra, assim?

Ele gostava de fazer as musiquinhas e ele ficava A, T, C, G, A, T, C, G. Eu ficava fazendo as musiquinhas dele para a gente decorar coisas, mas ele era bem engraçado. Aí marcou, e um outro professor que era um livro, ele tinha escrito um livro, ele mesmo era o livro, então era de física ótica, e ele ficava falando, falando, falando, era só o livro dele <laughs> Aí eu também entendi que aquilo lá não era comunicação, porque ele falava, mas não chegava para gente, sabe? Nunca entendi física <laughs> ótica até hoje. Então, tudo estava no livro dele. Ele adotava o próprio livro dele e a gente tinha que estudar <laughs> no livro dele. Mas era engraçado Os outros eram... A maioria dos professores eram legais. Nunca tive problema, assim, com professor específico.
E nessa época, assim, de juventude, adolescência, como que era? Você saía, tinha um grupo de amigos, como que era o lazer?
Nessa época desses três anos de estudo, não tanto mais. Eh... Acho que eu já na na oitava série, já foi. Deu para sair mais, passear mais. Quando começou o primeiro ano, agora, do ensino médio, que era anticolegial, foi... Era mais, assim, estudar mesmo, né? De vez em quando, sim, sair com algumas amigas do colégio mesmo, no cinema, alguma coisa assim, mas a gente já estava mais voltada era a estudar. Então, não tinha assim tantas saídas.
Você lembra? Você falou de cinema. Que cinema você frequentava? Você lembra assim?
Na Paulista. Cinemas da Paulista. Acho que aqueles que tem ainda até hoje, né, que tem Um e dois, ah, o Gazeta. Gazeta, Gazetinha. Era Gazeta, Gazetinha, Gazetão <laughs> É, Gemini. Esses aí da Paulista.
E aí, como que você foi? Como você escolheu depois a carreira profissional? Como que foi isso assim? Prestou o vestibular? é... estudou, estudou, estudou
Passou... passei <laughs> então, eu sempre... Desde pequena eu falava veterinária, gostava muito dos animais, né, queria ser veterinária. Claro que daí sempre tem o pai já, por que veterinária? Faz medicina, né? Melhor medicina porque veterinária. Aí teve um episódio legal, acho que já estava no terceiro ano, e eu estava assim, será que eu faço medicina, né. Mas queria mesmo fazer veterinária, mas só porque meu pai ficava insistindo, né? Mas aí eu vi, tinha um cachorro solto, um pastor alemão solto na rua, e... entrou na frente da casa de uma pessoa e não queria sair de lá e estava todo mundo assustado com o cachorro. O cachorro estava mais... era com medo de todo mundo também, né? Ele estava assustado, todo mundo estava assustado. Aí eu fui lá e conversei com o cachorro, cheguei perto dele e tal, está tudo bem. O cachorro começou a me seguir, né? E meu pai com o pau na mão do outro lado <laughs> da rua, acho que pensou assim, qualquer coisa, né? Mas ele veio comigo, entrou na minha casa, sem coleira, sem nada, né? Ele foi indo e ficou lá naquele pedaço, até que nós encontramos o dono, né? E aí ele foi para o dono Então, foi mais um uma um episódio para eu saber que era isso mesmo, que eu tinha algum dom, um talento com os animais, que eu não podia deixar isso para lá.

Aí, faz Santa Casa, faz Santa Casa também. Só por, né, só por fazer, né, vai fazer só dois. Tem gente que faz um monte de de vestibular. Faz mais um. Daí me inscrevi também.

A segunda prova eu acho que era Matemática e Física, aí me deu uma febre na hora da prova, mas acho que é totalmente psicossomático, <laughs> né? Porque eu não quero não. Então, deu uma febre, passei mal, aí não fiz a prova direito, aí não fui mais também <laughs>

Foi legal, porque é sempre um tchan, né? E aí o colégio gosta ah colocar o nome lá, está vendo?

Mas era aquele negócio, eles não nos nos prepararam para depois chegar lá e estudar. Parece que quando eu cheguei lá, que eu tinha que aprender para aplicar, aí a maioria das pessoas já tinha relaxado, assim, estava todo mundo já, ai, né? Acabou, né. Então, agora que eu tinha que realmente me dedicar ao estudo, compreender, para poder usar na minha profissão e me tornar uma boa profissional, já não estava assim tão bem, sabe? Ah, está bom, estuda. Não estava tão... Como se estivesse assim, estou cansada, agora estou <laughs> dando um tempo. O que era ruim, né? Mas eu gostava de toda forma. Eu gostava da parte prática, da coisa de ir lá no microscópio, de ver coisas, de fazer anatomia. Chegamos a já começar a dissecar partes dos animais, etc. Eu achava bem interessante. Eu gostava. Foi muito bom, né? A parte do eh... sobre os parasitas, isso, aquilo, e olhar no microscópio, ver o que faz isso, faz aquilo. Eu estava gostando bastante da do estudo, sim.
E aí já nessa época pós-vestibular já dava para sair mais?
Ah, boa com certeza. <laughs> É lá na uspi mesmo, né? Quem conhece ali, eh aí tem a festinha do centro acadêmico, tem a cervejinha, tem a batidinha, ainda tinha uma fazenda que a uspi deve ter, acho que até hoje, a veterinária que é uma fazenda onde tem os animais de grande porte, onde a gente ia fazer festa, né. Então, era jogar jogos assim eh de handball, basquete, todo tipo de coisa, ou entre os primeiros anos, ou a gente convidava, às vezes, outra faculdade para ir jogar. Então, a gente ia convidar a Faculdade de Educação Física. A gente só perdia, né? <laughs> Perdia todas. <laughs> A gente já estava no no handball, que eu era goleira, pensando, nossa, ainda vamos ganhar. Não, perdemos no final, perdemos tudo. A única coisa que a gente ganhou foi truco <laughs> truco a gente ganhava <laughs> Então, aprendi bem a jogar truco, né, essas coisas. <laughs> É engraçado, né? Agora, se eu soubesse o que eu, né, depois eu aprendi sobre estudo, não teria talvez eh feito estado assim tantas festas, mas me preocupado mais em aprender para aplicar novamente. Agora tem que terminar a faculdade, tirar o diploma, mas aí que está o momento que você não pode perder tempo, que você tem que compreender para ser um bom profissional, você vai aprender depois. Tem até gente falar, depois eu aprendo na prática. Como que <laughs> aprende na prática? Você tem que aprender agora, você vai perder seu tempo, você está aqui, está gastando seu tempo, dinheiro também, com livros e tal, gasolina, etc. Então é melhor que você aprenda agora, né, já para aplicar. Então é isso.
Eu queria saber, na verdade, se você teve algum bichinho de estimação durante sua infância, se isso foi também um dos motivos que levou mais para o lado

Veio pequenininho assim, parecia um ursinho, assim, por isso que eu chamei de ursinho. Ele era cinza e... já começou a fazer um... muita sujeira lá, rasgar tudo quanto é coisa, né? Aí foi crescendo, só que ele cresceu muito para casa, a gente tinha uma casa com um quintal pequeno, né? Era uma casinha assim, Depois, a casa da minha avó tinha um quintal grande com ameixeira, bastante árvores e coisas. Então, ele acabou indo para casa da minha avó, que era na rua do lado, né? Mas assim, eu já sentia falta dele. E tinha um outro cachorro lá também, que era o Dunga. Então, tinha ursinho, Dunga, e a gente ajudava a cuidar. Mas ele ficou um pouco afastado de mim, né? Depois eu acabei tendo que dar, porque a minha avó não queria mais. Então eu dei para uma senhora que tinha um monte de cachorros... No começo eu achei legal, mas depois eu fui vê-lo e ele estava com sarna... Então teve vários episódios na minha vida que eu tive que dar o animal e depois que eu fui ver ele não estava cuidando direito, mas aí eu falei, ah, melhor eu <laughs> nem ficar pensando nisso porque se não eu vou ficar presa nisso, né? Mas ãh depois, ãh numa outra ocasião, eu consegui que a pessoa cuidasse bem e tal, mas, então foi esse, depois eu tive um pato Isso foi engraçado também, porque meu pai comprou na feira, né? Só que as pessoas pensam que normalmente eles morrem, né? E o meu pato não morreu, então foi crescendo, <laughs> crescendo, crescendo, ficou desse tamanho, já estava na outra casa, na casa do Jardim Aeroporto, mas que tinha menos quintal ainda, era tudo concreto, não tinha nada para o pato, né? Então tinha bastante ah na rua, tinha poucas casas construídas, tinha bastante terreno ainda e casas em construção. Então, eu levava o pato para ciscar no no terreno. Depois de pegar uma bacia, eu colocava o pato para <laughs> nadar na bacia. Aí meu pai falou, não, tem que dar esse pato, vamos levar para o zoológico. Eu pensei, gostei da ideia, né? ele vai Eu gostava muito dele. Vai ficar lá no zoológico. mas aí chegando lá, eles falaram, tem que ficar de quarentena para ver se ele não tem nenhuma doença, aí colocaram o pato na gaiola, e eu lá, né, <laughs> deixei o pato na gaiola, porque é muito triste que ele estava lá, para ficar lá, pensando que espero que eles realmente, depois da quarentena, que ele vá eh ficar livre no zoológico, né? Espero que era isso, que eu nunca fiquei sabendo, né? Daí depois eu tive um outro cachorrinho chamado Rony E esse ficou na minha casa. Depois, até quando eu viajei para os Estados Unidos, ele continuou lá com a minha mãe. E depois, quando eu trabalhei no hospital veterinário, nos Estados Unidos, eu comecei com uma chihuahua. Era fêmea, não era castrada. Aí, ela arrumei um namorado para ela, teve filhotinhos. Aí, fiquei com dois chihuahuas. Teve quatro, eu fiquei com dois. Então, eu fiquei com três chihuahuas. E depois, ainda arrumei mais um Doberman.

E depois, quando eu mudei de cidade, que fui trabalhar com a Dianética, que é uma técnica de melhoramento pessoal, que depois até trouxe para o Brasil, né? No decorrer da história, eu vou contar. Aí, eu não podia mais ficar com eles, porque não tinha tempo, tinha muito trabalho e tal. Aí que eu consegui dar para para algumas pessoas, que eu não gostei, mas depois eu dei para outras pessoas, aí eles cuidaram, cuidaram bem deles. E agora eu tenho uma gata. É mais fácil de cuidar <laughs>
Qual foi o seu primeiro emprego? Nessa época da faculdade você começou a trabalhar?
Não, não, era a profissão estudante mesmo, né, por isso que, né, fazia muito... Foi nos Estados Unidos, meu primeiro emprego no hospital veterinário, e o senhor que me empregou, ele não era americano, e meu inglês ainda não estava como é hoje, né, no começo eu tinha feito cultura inglesa, mas a cultura é assim, devagar e sempre, e foi bom porque a base da gramática e tal, mas não tinha fluência verbal, então você chegava lá, sabia que você estava falando errado, e ficar com vergonha de falar errado, mas tinha que falar, porque é só falando e ouvindo que você aprende, né? E como ele era de outro país, acho que algum país lá da Escandinávia, por ali, eh, o inglês dele tinha muito sotaque, então era mais difícil de entender ainda, ele era muito nervoso. Então não deu certo, porque ele pedia as coisas e eu não entendia o que ele queria. E ele falava, daí fiquei acho que uma semana lá e ele me mandou <laughs> embora. porque não não não dava dava para entender nada. E eu ainda precisava de mais prática também, na própria veterinária, na parte de do atendimento mesmo, que eu não tinha tanta prática ainda. Então, não deu certo. Aí depois arrumei um outro. emprego que já era um canil e hospital, que daí já era legal porque já dava para ficar de olho no hospital mesmo que é onde eu queria trabalhar. Mas tem um episódio engraçado que foi um gato, que eles lá nos Estados Unidos eh mandam os gatos para castrar bastante, né? Gato, cachorro, tem castração todos os dias de vários gatos e vários cachorros. Às vezes a pessoa cuida de um gato na rua, dá comida, mas é um gato de rua. Então a moça estava cuidando de algum gato de rua, bem arisco, catou o gato, pôs numa caixa e entregou para gente , castra, <laughs> aí eu tinha que tirar o gato e dê da caixa colocar em cima da mesa para dar anestesia e tudo mais tem um jeito de fazer isso, você agarra pelo cangote, puxa por aqui, puxa as pernas por ali e ele fica assim <laughs> na época eu fazia ginástica e musculação, então eu até tinha força, não é que eu não tinha, mas ele ele se vira como, fica se mexendo assim e você tentando ali segurar Só que as patas da frente dele ficam soltas, ele só fica segurando, ele só tem duas mãos, né? Segura assim. Com a pata da frente, ele me unhou, ele pegou a pata assim, aqui, né? Não deu. Eu soltei, ele arranhou o veterinário, ele subiu nas paredes. Eu só via gato subindo na parede, assim. Também que a porta estava <laughs> fechada, né? hum. Subia na parede, assim, né? Até a gente controlar o bicho aí, tem um... um pau com um uma um fio, né, que você segura, laça, <laughs> segura o pescoço, puxa para poder imobilizar, que não tem outro jeito. Aí dá uma injeção, alguma coisa para ele acalmar para gente <laughs> Mas essa... não teve tantos casos assim. Esse foi acho que o mais complicado. A gente pensa que os animais grandes, os cachorros como Pitbull, Rottweiler, ah... esses vão ser mais bravos e difíceis de lidar. Não são. Dobermans Meu dóbrio, eu tirava sangue dele assim, sem nem ninguém segurar, porque eles são mais fortes, eles não... né? Você pode enfiar agulha, não é como, ah, o mosquito está me picando, né? Eles não tem assim, não dói tanto. É mais... é pior um chihuahua. Pegar a minha chihuahua para tirar sangue, fazer algum exame, está louco, né? Primeiro que as veias são muito pequenininhas e gatos também é difícil, mas tem um jeitinho e tal, né? A gente conversava muito com eles e tal, era aquele papo todo. Para eles, olha, só vamos tirar um pouquinho de sangue e tal. Em inglês, porque eles só falam em inglês nos Estados Unidos. E... Mas os cachorros grandes a gente conversava bastante, fazia carinho e e ficavam tranquilos, né. Eram mais os pequenininhos e os gatos que davam problemas.
Voltar um pouquinho, então, como que você foi parar nos Estados Unidos?
Ah, certo. Essa É que o meu primeiro marido, ele queria muito ir para os Estados Unidos. Eu não queria, assim, não tinha esse sonho, assim, né, achava legal ir para passear, mas ele queria muito. Queria, porque ele queria, porque ele estava, porque aqui no Brasil não dá, porque não dá para ficar aqui, aqui não tem futuro. Então, a gente vai experimentar, fica um tempinho, né, no máximo um ano, e retorna. Esse ano virou dez anos. O tempo, não sei, passa <laughs> rápido. Passa um ano, depois passa mais dois, depois passa mais três. e vai ficando. E como a gente conseguiu, né, ter emprego no no lugar certo, no que a gente fazia mesmo, a gente ouve sempre essas histórias do pessoal que vai para os Estados Unidos e é que não sei o quê. Eu acho que se a pessoa vai para lá e trabalha, não importa nem a profissão, mas se trabalhar bem e mostrar que produz, eles te dão reconhecimento e te pagam bem. Não vejo assim, você trabalhar, trabalhar, trabalhar e não receber. Até porque esses empregos, por exemplo, que a pessoa faz trabalhos manuais, até pedreiro, empregada doméstica, essas coisas, você ganha mais. Até cabeleireiro, eu lembro que fazer uma escova custava vinte três dólares, isso anos atrás, né Então, é porque dá valor. para esse tipo de trabalho, então a pessoa ganha bem. Então, às vezes eles fazem essas reportagens que vai lá nos Estados Unidos, tem até novela, né, que está nos Estados Unidos, é isso, é aquilo. Acho que depende da pessoa mesmo. A pessoa vai e se ela trabalha, ela faz o possível para ser eficiente naquilo que ela faz. Por exemplo, eu consegui o meu green card pelo trabalho. pelo meu chefe veterinário que gostou do meu trabalho, claro que através do de ajuda de advogados e tal, mas ele que assinou, porque ele queria que eu continuasse trabalhando para ele, né Aliás, depois que eu saí para trabalhar na outra profissão, ele ficou chateado, <laughs> porque ele percebia que a gente produzia, que ele podia confiar em mim, contar comigo.
Vamos voltar mais um pouco. Você falou que foi por causa do seu primeiro marido, mas aonde aparece o <laughs> marido?

Ele fazia muita ginástica, era aquele decathleta, né, tinha sido. E eu estava mais na piscina mesmo. A gente tem que fazer, acho que, um ou dois semestres de ginástica, de algum tipo de ginástica, fazer natação. E aí eu conheci lá, então a gente começou a namorar e tal. E como já tinha essa ideia dele logo viajar, ele já tinha colocado isso, né? E minha mãe já falou, ah, só casando, né? Se for para viajar... Eu tenho que casar. Então, a gente já queria mesmo, né? Casar e tudo Então, já, a gente já casa e já organiza como é que vai fazer a viagem. Então, daí a gente resolveu ir e... Voltando aí, foi ficando, foi ficando, foi ficando.
Você já foi formada?
Não, daí eu não completei a faculdade. Sempre com a ideia de voltar, né? Vou voltar. Minha mãe sempre ia lá, fazia matrícula, trancava, tal. Chegou, acho que depois de três, quatro anos, ela falou, acho que você não volta mais. <laughs> Aí eu falei, é, já estava trabalhando no hospital veterinário e tudo. Que assim, essa parte de veterinário, o que eu queria era realmente trabalhar com animais pequenos, de pequeno porte. Realizei isso, né? Quer dizer, além... só mesmo sendo a veterinária, mais que isso, teria que ser a veterinária, mas eu fazia praticamente o trabalho todo veterinário. Nos Estados Unidos, o veterinário é muito folgado, ele fica ali eh, ele é o dono e tal, então ele entra para colocar lá estetoscópio para chegar o coração, para conversar com o dono, mas todo o exame a gente faz, tira o sangue, faz raio-x, ele faz a cirurgia, a gente ajuda na cirurgia tal, algumas pequenas cirurgias a gente consegue fazer eh, limpar o dente, tudo isso eu fazia. Então, eu estava trabalhando como eu queria, no que eu queria ãh... Aprendi bastante também, claro e... Então já não Cheguei cheguei a ser gerente do hospital também Entrou também um aspecto administrativo que eu comecei a aprender com as técnicas do filósofo L. Ron Hubbard, que é o que desenvolveu a genética. Ele desenvolveu também técnicas de administração, que a gente aprende e aplica. Técnicas de comunicação. Então, tudo que eu fui aprendendo dele, eu fui pondo em prática e fui vendo resultados, né. Melhorei também. Eu não me dava tão bem com o meu chefe no início. Depois, com as técnicas de comunicação, melhorou bastante. A ponto dele me dar o green card. Então, foi bem legal.
Então, antes de entrar nessas técnicas, que depois você fala mais um pouquinho, só assim, como que foi chegar nos Estados Unidos? Como que foi esse processo de adaptação num outro país? Para que cidade que você foi?
Nós chegamos em Miami, Miami Beach. Começou tudo festa, né? assim, a Legal, né? Praia, então, praia todo final de semana ãh Era assim, acho que a grande o grande desafio era o inglês mesmo, era poder falar bem, entender. Eu assistia alguns seriados na televisão para poder ouvir, né. Era, é uma questão de treinar o ouvido. para fluência, para falar, se a pessoa falasse devagar... Não entendo, né, mas pessoal... Em Miami, muita gente falando espanhol. Na verdade, eu nem gostava muito do espanhol na época. Depois, passei a gostar do espanhol, porque eu passei um tempo na Argentina. Então, aí meu espanhol melhorou bastante. Mas naquela época, eu até tinha um pouco de preconceito <laughs> Falei, não, eu quero falar inglês. que eu queria também aprender a falar inglês, não ficar falando espanhol, né? Ah, aqui tem gente que... Você é brasileira? ah Ah, então você fala espanhol. Muita gente pensa isso, né?

Aí foi indo e Então, assim, não tive tanto problema, realmente, né? só bus sempre buscando trabalho no que eu queria fazer, só isso, né? Que às vezes não é tão fácil no início por causa do inglês. mas ter perseverança naquilo que você realmente quer para conseguir atingir.
E aí, como que você estava trabalhando nesses hospitais internários, foi gerente, depois como que?
Aí que eu já estava então fazendo os cursos e lendo livros de L. Ron Hubbard sobre dianética, sobre técnica de estudo, depois essa parte de estudo é bem importante, se você puder perguntar o que mais que eu acho maravilhosa, foi o que me fez voltar para o Brasil, na verdade. Aí eu vi, comecei a aplicar, né, as coisas que eu aprendia e fui melhorando no profissionalmente, etecetera, na no relacionamento com as pessoas. Ah, uma coisa que eu posso dizer, às vezes, assim, é que eu sentia lá um pouco de falta de amizades, mas é porque de amizades, assim, num num nível que eu queria ter amizades. Eu tinha pessoas, às vezes, que ah, assim, mas para ir para festa, para beber, eu já não estava mais nessa fase, né? Então, eu queria pessoas para outro tipo de coisa e, às vezes, não era tão fácil de ir. Porque onde você vai para conhecer essas pessoas? Então, vai para ah uma balada agora. Antes era discoteca. Não vai conhecer não vai conhecer pessoas para ter amizade. Vizinhos, assim, tinha. Tinha uma senhora. Mas da minha idade, por exemplo, outros casais, para sair não era tão fácil de conhecê-los, pelo menos. A gente ia nesses lugares de ginástica, né, de academias de ginástica e tal. Aí, corrida de rua, eu também cheguei a correr, assim, quilômetros e três quilômetros. Então, eu corria também um pouco. Uma vez eu ganhei o primeiro lugar no três quilômetros, na minha na minha faixa etária, né? Porque é por faixa etária, né? torcer de de vinte a vinte e quatro, depois de vinte e cinco a vinte e nove, nessa época que eu corria. Então, é legal quando você tem vinte e cinco, porque daí você ganha mais do que quando você está com vinte e quatro, né?

Mas então eram amizades tão profundas como eu tinha no Brasil com as minhas amigas de escola. Isso eu sentia falta. A minha prima, por exemplo. Tanto que eu li, escrevi para umas amigas, escrevi para a minha prima, e minha prima resolveu ir para os Estados Unidos. E foi eh E era também a mesma coisa. Para ficar um mês, ela trabalhava no banco, muito bem empregada, tal. Apesar que não era ó, também, ela era pedagoga e trabalhava no banco. Então, ela... queria... Falava, vou ficar um mês só minhas férias, depois eu volto. Só que ela não voltou também por acho que dez <laughs> anos também. Então, aí quando eu tinha minha prima lá era legal, porque daí tinha mais amizades e tal, né? A mãe dela até hoje não sei se se já me eh me perdoou por isso <laughs> minha mãe também ficou muito chateada, de ficar, né, tanto tempo... Aqui no Brasil tem muito isso, né? Da família sempre ficar junta. Já nos Estados Unidos você não vê isso, né?

O que você está fazendo aqui? Tchau, tchau, né. E eu tinha já já era mais independente. Não sei por que de não querer ficar tanto na família, mas realmente já já me virar.
E aí, como que você entra em contato com essas técnicas de estudo? Como que você procura isso?
Ah, então. Aí foi ãh o meu primeiro marido também que conheceu o primeiro, porque ele buscava melhoramento pessoal, ele já tinha ido atrás de eh estudar psicologia, outras coisas. Então, ele estava, assim, em busca, né, de entender o ser humano. Por que as pessoas têm certas reações ilógicas? Por que elas falam coisas tipo, nossa, por que eu falei isso? Por que elas ofendem as pessoas que elas mais amam? Eu não estava nesse... Né, eu estava, como eu falei, estudante profissional, agora estava lá de viagem, né, nos Estados Unidos, passeando. A vida para mim era mais leve, não não estava assim preocupada ainda, né. Eu vejo que os jovens, hoje em dia, é menos ainda, né. Quando eu vou falar sobre esse método, fazer uma palestra numa faculdade, alguma coisa, eu não vejo muito interesse. As pessoas começam a ter mais interesse em melhoramento pessoal depois dos trinta, quando estão já no campo, profissional e tem que enfrentar e tem que lutar para sobrevivência, né. Então, mas ele me levou, falou, tem um lugar legal que eu conheci, que você faz um teste de personalidade grátis, é muito legal e você vai lá conhecer, eu falei, está bom. Aí eu fui e fiz o teste de personalidade. Aí o teste sai vinte pontos da da sua personalidade e você responde, são duzentas perguntas. Responde as perguntas, aí sai um gráfico. Aí você vê Aí tem uma moça ou alguém senta com você e fala, está vendo? mas é o que você pensa de si mesmo, não é o que a pessoa pensa, é o que você respondeu. E ela começou a me mostrar uns pontinhos baixos ali, sabe? Quando você... Acho que a maioria das pessoas tem situações para resolver na vida, mas não quer nem olhar para isso, né? Você tem um problema aqui, mas você fala, ah, está tudo bem, está tudo bem, né? Então, você olha para cá, não... Agora, quando você olha... Então, o que ela fez nesse teste foi fazer eu olhar, né? <gasps> nossa, estou com problema de comunicação... Um pouquinho só para trocar a fita.

Então, você estava falando do teste de personalidade, dos pontos?
Isso. Aí a gente começa a olhar os pontos baixos do teste e tinha lá depressão, tristeza ãh nervosismo, comunicação ruim. Aí você para assim, olha, eu falei, não é que é mesmo? Não é? e você não percebe? A coisa vai indo, vai indo, né? Foi bom olhar e falar, nossa, preciso resolver isso. E aí tinha um curso de comunicação, que era o primeiro curso. Falei, interessante, vou fazer, né? E aí comecei a perceber que eu estava tendo dificuldade de relacionamento com o meu marido, com o meu chefe, com a recepcionista do hospital. Você começa a se dar conta quando antes parecia que a vida era assim mesmo. Aí você fala, nossa, é mesmo. Aí comecei a usar o que eu aprendi, a conversar mais com as pessoas, a ouvir mais as pessoas, a prestar atenção nas coisas, né? dar mais atenção às pessoas também. E aí as coisas foram melhorando. Com o que eu fui aprendendo, fui aplicando. É tudo muito prático e chama-se Dianética, né? Através da mente. Jerry von Huber, né? Tem um livro, é um best-seller internacional. E começar a ler o livro, só que daí vem inglês, né? Foi bom porque foi aumentando também o vocabulário, fazer os cursos em inglês. E aí entrava essa técnica de não passar a palavra sem entender. Eu já achava isso interessante. Tinha muitos dicionários, pegar dicionário inglês e inglês, aí tinha dicionário para criança, adolescente. Era interessante porque eles têm dicionários para criança desse tamanho. Aqui no Brasil tem dicionário para criança assim, que às vezes não tem todo o vocabulário que a criança já poderia alcançar. Então eu comecei a achar interessante. Aí tinha um curso de como estudar. Como você estuda? Eu falei, interessante isso, como se estuda, né. Nunca ninguém nos ensinou a estudar. Então comecei a fazer esse curso de de estudo. E antes disso, também a parte assim de de aliviar situações que tinham me acontecido, que eu tinha esquecido, né, tudo que acontece na nossa vida está gravado na nossa mente. É melhor que uma câmera, uma filmadora jamais construída, né? Tem a imagem, tem o som, tem cheiro, tem emoção, tudo, né? Gosto, sensações, então está tudo gravado lá. Só que muita coisa a gente esquece, então as pessoas acham, ah, eu esqueci, não vai me afetar mais

Huber descobriu que mesmo esquecidas as situações dolorosas do passado podem voltar a nos afetar no presente É, faz sentido isso, né? Você tem situações do passado, dez anos, vinte anos, trinta anos atrás, você esqueceu, mas não quer dizer que aquilo não possa ainda te afetar. Ele descobriu um mecanismo mental que ele chamou mente reativa, que sai do passado, remete no passado e traz ao presente. Por isso que chama reativa, reação. Isso explica muita coisa. E tem uma técnica para poder aliviar essas coisas também. Então eu comecei a fazer essas técnicas, receber essas sessões e dá alívio mesmo, a fazer, ah... <sighs> Não é, você alivia coisas assim que você nem lembrava mais, né. Tanto que uma das coisas que eu aliviei primeiro foi o momento que o o veterinário me mandou embora. Porque era o meu primeiro emprego, né. <laughs> Eu queria tanto aquele emprego. Né, e ele ãh... está despedida, né. Então, isso aí foi um choque. Aí eu lembro que eu aliviei isso, tudo, me senti bem melhor, até que me ajudou depois a ficar bem nos outros empregos também. Então às vezes, uma... já aconteceu até com um moço que eu conheci, que também tinha sido mandado embora quando tinha dezoito anos, e isso tinha ficado ali gravado. Ah, já esqueci, já esqueci, mas estava atrapalhando a carreira dele, né, até dele conseguir um melhor emprego, porque tinha aquela sensação que iam rejeitá-lo. Então, isso foi bem legal de entender isso, me aliviar, me sentir melhor. E a a técnica de estudo. Quando eu, a técnica de estudo foi o momento que eu falei assim, nossa, o Brasil precisa disso. Ah, eu comecei a lembrar daquela experiência no colégio municipal. meus colegas lá de dezesseis anos, na sexta série, né, que que eles, porque eles não estavam compreendendo, porque eles bagunçavam e Aí eu comecei a ver, nossa, ninguém nunca ensinou a gente a estudar, né. Isso faz sentido. Quando a gente passa uma palavra que a gente não entende totalmente, fica difícil de compreender. Você... Se você lê um texto que você não compreende, não é legal. Então, tudo isso aí de, ah, tem que ler mais, tem que ler mais, tem que ler mais. Mas não é só ler mais, pegar e falar, lê esse livro, lê. Ah, começa a ler. É um monte de palavra que você não entende. Que que serve? Né, você fica, ah, enten ,mas é, não tem mais contexto, porque já uma palavra que você não entendeu, já o contexto já, já foi. Entendeu, aí você chega assim... Às vezes eu procuro textos bem complicados para mostrar para os adultos que acham que ãh pelo contexto está bom. Já peguei um texto <laughs> uma vez de um livro aí da dos maçons, que era tão complicado que era um parágrafo. Eu juro que você coloca o parágrafo ali, qualquer adulto lê aquilo lá, não entende. Tinha acho que quatro palavras assim, bem difíceis, que você nunca nunca viu, né? Então, só para para confirmar que se você passar a palavra sem entender, não vai entender. Não é que você, ah, não entendi a frase. Claro, não entendeu a frase porque não entendeu a palavra, não é... a frase. Isso também ajuda muito as crianças que foram rotuladas. a Rotuladas, você é burro, você é isso, você nunca vai aprender. Então, nesse método não existe isso. Isso que é fantástico. Todo mundo pode aprender. Pode demorar mais ou menos. Vai depender só da quantidade de vocabulário que cada um tem. E aí outra coisa que eu descobri, muito legal também, tem a ver com a história da vida, é que é o vocabulário que a gente tem, a gente pegou dos nossos pais. Então se os pais tinham educação, e como ãh os pais são mais mais antigos, a educação antiga era melhor no Brasil, né, foi piorando, piorando, piorando, piorando. Então, os pais, eh quem é mais velho, ainda tem mais vocabulário. Aí passou esse vocabulário para os filhos. Então, se continuou, né, vai passar para os filhos, e aí vai. Mas você tem alguma criança que está agora, vamos dizer, hoje em dia, num colégio municipal ou estadual, cujos pais também não tinham muito vocabulário, então que vocabulário ela vai ter? Dos pais, né? Não tem como ela ter. Simplesmente apareceu aparece o vocabulário assim, como mágica. Então, aí vai dizer, ah, então essa criança aí não aprende. É genético, porque o pai não aprendeu. O pai não aprendeu porque também não tinha vocabulário, porque também não terminou nem a quarta série. Então, a gente começa a perceber isso na prática, né, que é uma questão de ensinar as pessoas a aprenderem e aumentar o vocabulário das pessoas, usar dicionário. Então, eu brinco muito, né, falo sempre, dicionário é o pai do inteligente, sempre andar com dicionário. e buscar dicionários que expliquem as palavras e não só deem sinônimos, porque sinônimo também não te adianta, né. E E como eu tenho uma filha, e aí eu fui no desenvolvimento dela e no aprendizado dela, eu fui observando, então observava quando ela ia no dicionário, num dicionário pequenininho, procurar, por exemplo, a palavra líder, e encontra lá chefe ou cabeça. Uma criança de onze anos vai ficar mais confusa ainda, né? O que que é o cabeça? Ela chegou até a falar para mim que está errado, mãe, devia ser a cabeça ou o dicionário errou, <laughs> né, Não, é que é ou cabeça ou encarregado, mas todo encarregado é líder? E todo líder é encarregado? Não. Então não tem a definição de líder. E aí falta aí. Estão nos dicionários pequenininhos, só com sinônimos, também não serve. Então às vezes eu falo, use o dicionário. A pessoa vai no dicionário e fala, mas não deu certo. Mas tem que ser o dicionário que explique as palavras. Tem alguns melhores. Ainda não tem um dicionário perfeito no Brasil. Às vezes eu vou ver no dicionário Webster, inglês-inglês, para encontrar a definição certa, para depois ver como é que é em português, porque eu quero saber a definição. Para poder ter um conceito, assim, né. Eu sempre explico, quando você pensa em café, vocês gostam de café? Quando pensa em café, você vê, você tem um conceito de café. Não é só a palavrinha C-A-F-E. Você vê eh o grão, né? Minha avó, naquela casa grande com o terreno, tudo, tinha uma plantinha de café. Então, eu pude ver o café, pude... Comer aquela sementinha, era docinha, não sei o quê. Vermelhinha, ficava verde, vermelha e tal. Então, tudo isso é café para mim, né. Caputino, café americano, café colombiano. Né, é um conceito enorme. Bolo de café, <laughs> sorvete de café. Não é só a letra. A palavra em si. Então, para todas as palavras, nós temos que ter conceitos. aí a gente pode usar aquilo que a gente está aprendendo. Volta de novo aquela ideia de aprender para aplicar. E é interessante que esse autor Huber descobriu que quando a pessoa passa uma palavra que ela não entende completamente eh, você vê sintomas físicos. Então a pessoa está ali bem atenta, fazendo uma palestra, né, ela está lá prestando atenção em uma aula, de repente Você já sabe, já foi, dispersou, perdeu a concentração. Não é porque ficou chato. Antes de ficar chato, houve alguma coisa que a pessoa não entendeu. Então você já sabe, tem algo que você não entendeu aí. Vamos voltar. Não é só voltar e ler de novo. Volta, localiza palavras. E aí você precisa de uma outra pessoa para te ajudar. Porque não são as palavras mais difíceis que atrapalham, porque as mais difíceis você está ali len Dianética. Que que é dia Não sei o que é dianética. Vai no dicionário, vai na internet procurar. Mas se for uma palavra simples do dia a dia, que você já ouviu tantas vezes, combustível, você não vai procurar no dicionário. Mas aí se eu perguntar para você qual a definição de combustível? É gasolina, né? Gasolina é um tipo de combustível, mas qual a definição da palavra combustível? Eu faço isso em palestras, é raro alguém que até saiba definir o que é combustível. Alguns dizem combustão, é combustão. O que é combustão? Queima. Então é uma substância que pode queimar. Ah, é, então isso é combustível, uma substância que pode queimar. Essa é a definição, né? Aí tem vários tipos de combustíveis. Então é interessante quando você entra nisso, é um mundo fantástico, né? Você vai no dicionário e e encontra vinte definições para berço. Nossa, como que berço tem vinte definições? Então uma criança vai saber qual a definição de berço Só uma, se souber. que é a caminha que ela dormiu, que o irmãozinho dorme. Aí está lá, na quinta série da apostila da minha filha. O berço da estrela. Ué? <laughs> Não sabia que a estrela dormia no berço. Não é que tem berço para estrela Ela não tem nem ideia, não tem como ela simplesmente eh cair assim, né? Quer é a da onde vem, que é a origem da estrela.

Era um texto assim de astronomia, cheio de palavras difíceis que nem adulto sabe, né. Anos-luz, prisma, nossa um monte de coisa. Para a quinta série do ensino fundamental, né. Então, Depois falaram, mas a criança não entende. é burro, é isso, aí coloca outras rótulos, é dislexia, não sei mais o que, xia e é ismo e não é nada disso, é só porque a pessoa não entendeu. Então quando eu vi tudo isso assim, eu fiz o curso mais avançado dessa técnica falei, nossa, isso é muito bom, eu preciso passar isso para as pessoas. Sabe quando você encontra uma coisa boa mesmo que seja uma liquidação, você <laughs> quer falar para as suas amigas então você fala que tem que passar isso para as pessoas e foi isso que fez eu voltar ao Brasil Na verdade, porque para mim, individualmente, não precisaria ter voltado. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu viajo ainda para lá e uma coisa que eu gosto muito é a limpeza. Agora foi, agora em janeiro eu estive lá. no final de semana, porque foi uma convenção, até té de última hora. E eu lembro que eu cheguei no aeroporto e fui no banheiro. E aquele banheiro limpinho... <laughs> uma beleza. Até os saquinhos, tudo. Não tem aqueles lixos transbordando... Não tem pingo na privada... né. Agora, compara isso com quando eu estive na Feira do Livro do Rio de Janeiro.

para ir no banheiro. Cada vez que eu tinha que ir no banheiro era Daí tinha que ir lá, limpar a <laughs> privada, Tinha que ir rápido, porque você está trabalhando, né? Então, aí você percebe o quanto que o Brasil ainda... E tudo tem que tem que evoluir. E isso tem a ver com educação. de educar, de dizer, tal, tal, tal. Agora, com essas chuvas todas, essas inundações, em vez de ficar só falando das tragédias, por que que não educam as pessoas a não jogarem lixo na rua? Que é uma coisa super simples que evitaria um monte desses problemas. Pode ser que não seja só isso, mas já ajudaria muito, né. Então, cada vez que falassem uma má notícia, falaram, então, gente, não joguem lixo na rua, porque, né? Eu até estou falando isso no meu programa de rádio também, quando eu posso já dá dica, né? Mas a gente percebe. Então, eu falava, eu queria para mim, pessoalmente, era melhor ficar nos Estados Unidos. Mas eu falei, não, tem que voltar, porque essa é uma técnica que o Brasil precisa muito. Como estudar? É mais básico do que qualquer coisa. E não interfere em nenhuma técnica da escola. Ah, porque eu tenho o método Montessori, eu tenho o método Paulo Freire, não importa. É... É mais básico do que qualquer qualquer método, pode ser usado com qualquer método, mas você vê que, não depende da escola e do professor, depende do objetivo.

não quiseram, não mostraram interesse.

Qual que é o interesse deles? Fazer com que as pessoas passem no vestibular. Não é interesse aprender para aplicar, quer dizer, que é uma técnica que dá trabalho um pouco para o professor, né. Não é tanto assim, mas você tem que prestar atenção no aluno, você tem que... se responsabilizar, não é assim, ah, se não entendeu, o aluno é burro. Eu fiz minha parte aqui, eu estou aqui, eu estou aqui ensinando, e se ele não entende é porque é disléxico. Então, não é isso, né? É aquele professor que, olha, não está entendendo. Por que que ele não está entendendo? não, é. Buscar, descobrir, buscar, ter responsabilidade. Se os alunos vão mal numa prova, tem professor que acha, fica orgulhoso, né? Ah, minha prova, todo mundo, ninguém tirou mais que dois. Isso é horrível, né? Se <laughs> ninguém gerou mais que dois na sua prova é porque você está ruim como professor, você precisa melhorar. E os professores não têm esse ponto de vista. Eu já tentei em escolas estaduais, já tentei fazer palestras até gratuitas, e eu reparei que o gratuito não funciona. muitas vezes, porque as pessoas não dão valor. Então, nem que tenha que pagar uma taxinha, que tem um intercâmbio e que a pessoa tem interesse próprio, não que a escola, porque se a escola falar assim, ok, gente, vocês são obrigados a irem nesse curso, eles também vão de má vontade. Então, olha tudo que a gente tem que fazer. <laughs> para ajudar as pessoas, né? Você está querendo ajudar os professores para que eles possam dar uma melhor aula, para que eles até possam se sentir melhor, porque o professor ele dá, não se sente bem do jeito que eles estão hoje em dia, né? Até surgiu uma polêmica porque no rádio eu falei que os professores eh estavam fazendo aquela prova e tem alguns professores que tiraram zero, lembram disso? Que estavam lá

Mas eu falei, não, eu não estou falando mal, eu não falo mal dos professores. eu falo que existe uma solução, que está havendo um problema e não estou responsabilizando os professores cem por cento, mas eles têm que ter alguma responsabilidade também. E aí, é claro, aí as pessoas falam, e o governo? Ah, já fui no governo também, já fui duas, três vezes na em Brasília, alguns governos estaduais. E não houve interesse também. Então, você vê, não há interesse de fazer com que as as pessoas aprendam a estudar de verdade. Só assim ah, nos nos cursinhos, o que que eles querem? decoreba, decora aí, faz as musiquinhas. Quais são os professores mais bem pagos no Brasil? Professor de cursinho. Porque ele vai lá, faz toda aquele aquela cena, toda aquela dramatização, faz a musiquinha e aí todo mundo decora e passa no vestibular. Ok, então é isso, é essa a demanda. Mas aí chega na faculdade, pergunta para um professor de faculdade a dificuldade que ele tem com aluno para que o aluno leia, para que o aluno escreva corretamente, né. É só perguntar para qualquer professor. Pega um um texto de faculdade de algum aluno e o professor... às vezes não consegue nem entender o que aquele texto significa, não dá nem para compreender o que aquela pessoa escreveu, porque ela colocou as palavras em ordem incorreta, não sabe... a gramática tem que existir para que as pessoas possam colocar as palavras na ordem correta, as palavras certas para que haja comunicação, para que o que eu tenho aqui na minha mente eu possa passar para você e você entender. Não é para decorar um monte de regras gramaticais, mas a pessoa não tem nem isso. Como é que ela vai eh seguir uma faculdade? Como é que depois ela vai se tornar um bom profissional? Então é um problema seríssimo, né? Eu acho que todos nós deveríamos se responsabilizar e fazer alguma coisa. Se o governo não vai fazer, Então, que a que as empresas invistam nisso, né, que a gente consiga mais patrocínios, para fazer, até para os próprios funcionários de uma empresa. Para que eles Por que que os funcionários às vezes têm eh eh acidentes? Acidentes, porque às vezes não conseguem nem ler, nem entender u como usar uma certa máquina ou alguma coisa, não entendem. Ou às vezes regras de segurança. Eu já li numa empresa regras de segurança com várias palavras difíceis que u a pessoa ali não vai entender. Que eu não entendo. Se eu não entendo, eu tenho certeza que o o trabalhador da fábrica não vai entender aquelas regras de segurança. <laughs>

Ele vai olhar assim, ah, legal. vai ficar mais confuso ainda e vai ter o acidente. Então você, a empresa ela... iria economizar muito dinheiro se ela ensinasse o funcionário como estudar e aumentasse o vocabulário do do funcionário e desse ordens ou textos para ler. que forem que fossem claros, com palavras simples. Quando eu faço meu programa de rádio, também eu falo simples. Tem que falar. Tem que Não vou falar eh... Em vez de falar... Usar palavras simples. Em vez de usar uma palavra mais complicada, procurar um sinônimo mais simples para as pessoas poderem entender. Em vez de falar analogia, falar comparação. Até a palavra analogia, eu estou certa que muita gente não entende. Então, isso é uma coisa que a gente vê na prática, né, e que eu tenho trabalhado bastante, mas às vezes fico um pouco frustrada porque não vejo tanto apoio, às nem do aluno. Tem um professor de faculdade, uma faculdade de Santo André, que adotou o dicionário. Ele gosta da técnica, tudo, ele usa com, para si mesmo e para dar aula. Ele falou, gente, de agora em diante, todos vocês têm que trazer dicionário na sala de aula, porque é muito importante. O que ele está querendo? O bem do aluno. Foram reclamar dele para reitoria porque ele tá exigindo mais um livro. Então, ah olha a dificuldade que é ajudar as pessoas. Ajuda, aí ele tinha As pessoas não traziam o dicionário, então ele ia dar meio ponto para quem trouxesse o dicionário. Aí, adultos, e às vezes adultos até já trabalhando, de mais de trinta anos, aí ele fazia uma fila para a pessoa mostrar o dicionário para ganhar meio ponto. Na fila, eles ainda pegavam a pessoa lá da frente, dava meio ponto e passava o dicionário, o mesmo dicionário, para a pessoa lá atrás. Você pode acreditar em tudo isso? Quando ele me contava, eu falava... O que a gente vai fazer? <laughs> A gente está aqui até eh eh até falar, convencer, aí eu falo, ah, muito trabalho esse negócio. O professor acha que é muito trabalho, né? Ter que ficar olhando para o aluno, vendo se ele está entendendo ou não. Ah não, já passa matéria lá. mas pelo menos eh passar de uma forma mais simples ou não usar palavras tão difíceis. Uma vez nós fomos no programa de televisão, fomos com um médico e para explicar a diagnética ele começou a explicar com os termos de medicina e eu só assim, só que ele estava falando e não podia interromper também, ou doutor <laughs> ou dá licença, está muito difícil. Aí quando ele terminou de falar tinha que explicar o <laughs> que ele falou, porque senão o pessoal não entende. Médicos, geralmente, também gostam de falar com aqueles advogados, às vezes, juízes, aqueles termos, assim, e achando que está, né? E aí ninguém está entendendo nada, né? Está todo mundo dormindo, não adianta. Não adianta muito. Então, a gente está nesse trabalho e espero poder até, através desse vídeo, ajudar as pessoas a terem, pelo menos, a curiosidade de saber o que que é isso e como podem melhorar suas vidas se começarem, se aprenderem como estudar.
É, como é que foi a decisão, então, de depois de ter aprendido toda essa técnica, voltar para o Brasil e como é que foi essa volta?
Bom, não foi tão rápido assim, eu decidi que eu ia trazer toda essa metodologia para o Brasil, de estudo, dianética, tudo do Sr. L. Ron Hubbard

Só que a organização maior ficava em Clearwater, que é do outro lado, do lado oeste, né, da Flórida.

Brasil, tem que voltar para o Brasil, tem que levar isso para o Brasil, mas não tinha uma oportunidade, porque eu também não queria eh sair correndo assim, sem um plano, nada, né. E Então, fui ficando lá. E aí surgiu a oportunidade de estar vindo ao Brasil fazer palestras sobre esse assunto. Então, falei, vou aproveitar isso e comecei a vir, mas vinha fazer algumas palestras e voltava. Depois vinha tal. Aí, eu já estava casada com meu segundo marido, que foi lá em Clearwater, que eu casei. E... aí eu falei, eu estou com vontade de realmente ir para lá. E também foi o momento que eu engravidei da minha filha, né? Falei, ah, então acho que já vamos juntar, já que já tenho a gravidez, tem essa vontade de eu ir para o Brasil, já sei mais ou menos como é que é a coisa lá. O que que eu vou Agora eu vou chegar no Brasil, o que eu vou fazer? Vou entrar em contato com meus amigos, familiares, para começar com alguma coisa, né? Não tenho nada assim muito exato do que eu vou fazer, mas vou começar a entrar em contato. Então eu vim e comecei. Bem do nada mesmo, né, mas com essa intenção de criar uma organização aqui e começar a ajudar as pessoas com essas técnicas.
E como é que foi o processo de você passar do primeiro marido e tal, como é que você conheceu o seu segundo marido?
O primeiro foi porque ele estava, assim, um pouco confuso, né, não sabia se gostava de mim, se gostava de outra mulher, sabe aquele negócio, né, fica na confusão. Aí Bom, isso foi ãh no início, não não era nada engraçado, né, <laughs> com certeza, aí Foi foi realmente doloroso, tanto que foi através da Dianética que eu consegui me aliviar, porque é uma sensação muito ruim, né, de você descobrir traição, esse tipo de coisa. Daí você fica ah, né... daí você... dar aquele choque, mas depois aliviei bastante isso. Aí eu falei não, eu até estava eh disposta a tentar de novo, a fazer dar certo, ãh, não tinha carga assim contra ele, nada, mas ele que não conseguia decidir. Ele ficava, não, não sei, é, eu fico com você, mas eu gosto também dela, não sei se é dela, se é de outro, era meio confuso. Então eu falei, então eu não vou ficar te esperando, você vai ter, você tem um tempo aí, você vai decidir, você vai ficar comigo é comigo Né, se você quer ficar com várias mulheres, você tem que ir para a Arábia. Eu não sei o que <laughs> está fazendo aqui. É uma só. Uma só de cada vez. Então, você se define em uma. Mas ele ficava muito tempo. Vamos terminar, porque não dá, eu não tenho, tenho que decidir minha vida, eu tenho eu estou com vontade de trabalhar com a genética, não vou tem que decidir. Então vamos decidir, divorciar. Nos Estados Unidos é muito fácil o divórcio, não precisa nem de advogado, você vai lá na corte, é mais fácil que casamento. Vai lá, tal, Divorciamos. Tal, beleza Daí eu fui, fiquei solteira por um tempo, trabalhando com a Dianética, só me preocupando com isso, né.

Então ele estava no mesmo objetivo que eu, né, de trabalhar para ajudar as pessoas, de trabalhar com esse assunto, não com o objetivo de vir ao Brasil. Ele é venezuelano. É, então Aliás, no início a gente falava até inglês, porque eu não sabia tanto espanhol. E ainda tinha um pouco de preconceito contra o espanhol por causa dos cubanos de Miami. Então, ah, não espanhol. Até entendia, mas não sei espanhol, não sei. Então, falava inglês, mas depois quando a gente veio para o Brasil, tivemos que passar um tempinho na Argentina para fazer um treinamento lá na Organização de Genética da Argentina, aí que eu peguei mais o espanhol e comecei a ver que era importante também aprender e falar e tal. Então, meu <laughs> meu espanhol e argentino, mais cantadinho, não sei o quê. Ah, mas aí eu estava com ele lá e falei, ah, eu quero realmente levar genética para o Brasil, é uma coisa muito boa essa técnica de estudo, vamos lá, né? Bom, né? Já que você quer, então... Aí ele veio junto, é claro, né, para para também fazer isso, então eu trabalho com ele até hoje nesse assunto. Então ele Tá, daí eu fiquei grávida, tivemos a nossa filha também, né.

detalhado, não tinha um financiamento, não tinha um dinheiro específico, né, para começar, então foi começar do nada mesmo, começar do nada. Interessante que logo assim eu comecei, depois de começar mesmo a abrir o local, eu comecei a ser entrevistada em rádios, mais em rádios do que em televisão, até algumas coisas de televisão. Gostei muito de rádio, achei que o rádio era um veículo muito legal. A gente é Eu fazia entrevista de dez minutos sabe o que é a dianética, como funciona, a mente reativa. E o pessoal gostava tanto e já pedia eh, divulgava uma palestra, o pessoal vinha para a palestra e adorava, né.

Porque foi por indicação, sabe o que indica?

Ele estava sentado em uma mesa grande, ele era bem velhinho já, e ele ficava me ouvindo assim, né, <laughs> Né, aí eu falei, poxa, esse cara não está entendendo nada do que eu estou falando aqui ou lá, explicando diagnética para ele. E eu falei, meu Deus, o que vai dar isso aqui, né? Falei, deixa eu ver se ele acorda. Aí ele chegou no final da da coisa, que eu falei, ah, está bom, vai. Deixei uns livros para ele, ele falou, o que você quer, minha filha? Eu quero fazer eh entrevistas na rádio pelo menos todo mês, porque era gratuito, né? Todo mês eu ia fazer uma entrevista aqui, que eu gostei e tal. Está bom. Podia ter só ter falado isso Não é, não ter explicado nada. <laughs> aí ele chama lá o diretor, o gerente, o diretor da programação. Ah, ele vem aqui. Ah, ela quer fazer entrevista aí todo mês tal, organiza com ela. Mas ele foi simpático. Aí eu peguei lá e comecei a fazer. Todo mês entrevista tal. Só cortou porque daí acho que entrou a Copa do Mundo, não sei, na época. E aí tinha jogo. Aí eles eh me deixaram de lado. Eu não consegui mais falar com o Sr.

<laughs> Acabou a história. Mas eu fui atrás de outras rádios.

Tem um programa neo-dourado muito bom, do horário do almoço, também fui entrevistada lá. Então, eu comecei a ver o rádio, eu era muito, eu adorei, né, isso de rádio. Eu falava, muito legal isso aqui, aí quero ter meu próprio programa, né.

A gente, vamos vamos tentar, né?

Porque eu pego um tema, assim, uma insegurança no trabalho, por exemplo, e aí trabalho isso em relação à dianética, pego o autor. Agora, como eu tenho editora, né, aí é outra coisa, né. Como trazer esse material todo que é em inglês para o brasileiro, né, em português do Brasil, porque já tinha algumas coisas em português de Portugal, mas também não é tão bom, porque o português de Portugal é diferente, não é, não foi só essa esse mudança de grafia que deixou o português de Portugal igual ao português do Brasil, tem muitas outras diferenças, tanto que eu fiz esse trabalho de passar do português de Portugal para o português do Brasil. Então a gente tinha, ele tem muitos livros, o Sr. L. Ron Hubbard Então a gente tinha que passar isso para o português do Brasil. Eu ajudei muito a traduzir, viajei até para a fazer cursos de como editar o livro em português do Brasil. Não é fácil mesmo você pegar um livro que é técnico, né e passar. Se o autor estivesse falando em português do Brasil, como ele falaria? E não perdeu a metodologia em si. Então, tem muitas fases, é bem complicado. Mas a gente está agora com nove títulos em português do Brasil. Então, em na na dois mil, eu resolvi abrir a editora. que é a editora Ponte do Brasil, onde eu trabalho agora, para ficar focalizada nos livros. E aí outras pessoas ficaram com a parte de serviços. Mas eu nunca nunca nunca a consegui sair fora das palestras, porque as pessoas gostam das minhas palestras. Então, além... do do da venda dos livros e tudo mais, do programa de rádio, do programa de televisão, etc. Eles querem eh ouvir palestras minhas, né? Às vezes até pergunto, você não atende, você não faz as sessões? Eu não faço mais, fazia antes, mas agora não dá para fazer. É muita coisa, né? Já do que eu faço. Já tem pessoas especializadas que fazem. Então, agora eu faço mais trabalho com os livros. São nove títulos que já estão em português do Brasil. e divulgando esses livros, e não só divulgando, mas fazendo com que as pessoas leiam os livros, né? E que entre o ponto, não adianta vender o livro, a pessoa olha e tem um livro que é dessa grossura assim, porque a letra é grande. <laughs> Eu falo assim, é bem diagramado, é lindíssimo o livro, é muito bonito. São novas edições, as capas venceram prêmios nos Estados Unidos, algumas das capas. Nós fomos, nós participamos de quase todas as bienais, as mais importantes, principalmente no Brasil. E o pessoal olha, nossa, que livro lindo, né? Mas só que ele é grosso porque antes ele era pequenininho assim. Só que a letrinha, o pessoal achava... Mas quando eu abri aquela letrinha, eu acho que é melhor grande com a letra maior, boa diagramação, né? Mas o pessoal olha o livro grande e já assusta. Muita gente no Brasil eh olha tudo isso... Não, não vou ler. Nem começou a ler, só do tamanho. Às vezes eu falo no rádio, agora tem um dê vê dê novo também de quatro horas e meia. Isso porque a Organização Internacional Dianética percebeu que não é só no Brasil que está problema de educação. A gente pensa, ah, o Brasil, o Brasil. Não, o Brasil tem um problema sério de educação. Mas é o mundo inteiro que a educação está decaindo em todo todo mundo. Então eles viram que a gente está numa época muito audiovisual. Então, eles trabalharam setenta mil horas para fazer dois discos de quatro horas e meia de apresentação. É o livro em filme. para que as pessoas possam entender, porque ler o livro não é todo mundo que consegue. Então eu eu faço o kit, livro e dê vê dê. O pessoal se entusiasma com o meu programa de rádio, né. Que legal, dianética, vou comprar esse livro e esse dê vê dê. Aí recebe em casa, né, porque não viu, recebe o livrão. Aí eles me ligam, só de olhar o livro, olha, eu fiquei desesperada, eu desisti, eu falei, não vai dar certo. Falei, mas você assistiu ao dê vê dê? Eu não sei o que acontece, isso eu não consigo entender. Olhou o livro, desistiu, porque é muito grosso. Falei, mas vai assistir o dê vê dê depois, você vê, você O livro é formado de três livros dentro dele, tá? Se você abre o índice, Livro um, livro dois, livro três. Tem uma senhora que vendeu na livraria, uma vendedora de livraria, vendeu o livro porque ela usou esse argumento. O cara falou, mas é muito grande. Ela falou, mas são três em um. Daí ele, ah, tá bom <laughs> Aí comprou. Eu falei, vou usar isso aí também.

Daí a pessoa compra. Então, é é isso. Essa dificuldade, todos os materiais, o estudo da dianética é feito através de livros. Talvez a pessoa pense, poxa, eu nunca tinha ouvido falar dianética. Por quê? Porque não é uma coisa de massas, assim, onde você coloca mil pessoas e verbalmente... Vocês conhecem vários palestrantes, né? Dessas outras técnicas e métodos de melhoramento pessoal, que é o palestrante, né? É o doutor tal. Então, ele dá palestras e tal. Por que que não sou eu que vou... Porque eu não quero isso. Eu quero que as pessoas peguem direto do autor, que elas leiam, que elas até melhorem sua capacidade de leitura. Então, tem que ler. E se a pessoa não consegue ler? Então aí a gente ensina como ler, como estudar, por isso que é tão importante ter isso até primeiro e depois passar para a parte da da leitura dos livros em si, né. E depois que ela começa a pegar no tranco e ler, aí ela vai ver que é bom, vai gostar e aí continua. Mas eu sei que é difícil para uma pessoa que mora em São Paulo, principalmente, ter um tempo em casa. Você conhece alguém que chega em casa e agora eu vou ler o meu livro? É difícil, né? Ter até a disciplina para fazer isso. É muito mais fácil você chegar em casa, ah, comer e sentar no sofá para assistir televisão. A televisão está ali, o sofá está lá, né, então você já já está ligado mesmo, você já se senta ali. Aí fala, não tive tempo de de ler, como não teve tempo? Mas você assistiu na novela? O que você fez? Né, porque a televisão é hipnotiza, então você senta ali em frente. Só vou sentar um pouquinho para ver o que está acontecendo. Aí você já não sai mais de lá. E aí você lê o livro? Ah, não tive tempo. O que você andou fazendo? Ah, não... Então, né, realmente é uma questão de não é fácil a gente passar esse método por causa disso, de ter que ler, de ter que fazer. Tem até curso por correspondência, que muitas pessoas se inscrevem, mas é raro quem consegue completar, porque tem que ler, mandar os exercícios por e-mail. Eu não sei se curso à distância vai dar certo no Brasil, porque tem alguns cursos até faculdade, graduação, pós-graduação à distância, porque tem que ter muita disciplina, muita capacidade de estudo. Mas o bom, o que me leva a continuar, apesar de todas essas dificuldades? É que as pessoas melhoram, que elas lêem ali e falam, nossa, é isso mesmo, é assim. Crianças que não conseguiam estudar, que agora conseguem. Adultos que não conseguiam ler direito e agora estão estudando e estão indo melhor na vida. Pessoas que estão melhorando porque se aliviaram de perdas, traições, dores do passado. Pessoas que achavam que iam ficar o resto da vida com medo, o resto da vida com tristeza. que conseguem se aliviar. Então, esse dia a dia das melhorias é o que faz a gente, eu principalmente, né, falar, nossa, temos que continuar, apesar da dificuldade, apesar de que não tem ajuda de de ninguém, a gente tem que realmente, é do nosso trabalho mesmo, né, mas é ver ver as melhorias. Até que eu entrevisto no programa de domingo, sempre entrevisto uma pessoa que tem aplicado genética na vida, como que a pessoa está, etecetera. Então, a gente percebe, né, as melhorias das pessoas e essas melhorias são rápidas. É isso. Acabou a fita?
E aí, nisso tudo, a veterinária, então, ficou <laughs>
É, agora é só a gata mesmo que eu tenho em <laughs> casa, que usa esses atributos, né.
E aí, você veio para o Brasil, então, já com a sua filha?
Não, eu vim grávida. Veio grávida, hein? Como que é o nome dela?

É um nome americano, né? É como se fosse Einstein, né?

E ela tem quantos anos agora?

E aí você, então, veio, montou a editora, está com esses programas, uhum, e dá palestras.

Então, o que eu faço é que, através do programa, eu faço a venda do material. e fala que quem compra o material ganha uma palestra. Nós chamamos de workshop. Workshop é um curso curto com algumas práticas. Então, as pessoas que vêm ao workshop realmente ficam mais animadas, porque elas veem que existe como aplicar, elas tiram dúvidas, faz contato pessoal, é outra coisa também. Em casa, só a pessoa pega o livro, aquele calhamaço, Ai, não sei, não vai dar, ãh, tal.

Então, até hoje a pessoa fala, pega tão bem aqui em Jundiaí. exatamente, porque a antena tá aí, então pega Campinas, Sorocaba, toda a região ali, né, até sul de Minas, às vezes as pessoas estão até na estrada e acabam ouvindo, né, depois ligam, então esse pessoal está às vezes até mais, está pegando melhor às vezes lá no interior do que aqui em São Paulo, dependendo do local, por causa das outras antenas que tem, Então as pessoas estão ligando, então por isso que a gente está indo agora para o interior também. Então nós estamos fazendo workshops em Sorocaba, Campinas, Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que faz já algum tempo que eu tenho ido bastante porque tem uma pessoa lá que lidera um grupo de dianética, então já aproveita, né?

Então, está indo bem o pessoal de Sorocaba, Campinas, bem interessado da região.

E depois a pessoa continua nos centros de atendimento, centro de serviços, ela vai fazer cursos, a parte terapêutica, etc. E continua estudando os livros. Tem um livro também que chama Autoanálise, que é muito prático, então dá para fazer em casa sozinha. Tem coisas assim muito práticas que você faz. É muito fazer sozinho. É isso que tem que é difícil às vezes para as pessoas. As pessoas não estão muito acostumadas em faça sozinho. eu tenho que fazer. Então é mais assim, me ajuda porque eu preciso de uma... Às vezes precisa mesmo de uma outra pessoa que venha. A gente também tem isso, mas ela também tem que entender que ela precisa participar. Qualquer terapia para dar certo é necessário participação dos dois, do terapeuta e da pessoa também. Não adianta o terapeuta ficar lá dormindo enquanto a pessoa conta a história e também não adianta o terapeuta todo interessado e a pessoa não saber o que fazer, não está entendendo nada. Muitas terapias nem dão certo porque a pessoa não está entendendo nada. Ela acha que ela não tem que entender. Quem tem que entender é o <laughs> terapeuta. Mas ela tem que entender também o que está acontecendo. Tem que entender como a mente dela grava, que tem essas gravações negativas. Porque a ideia é que você esquece, né. Essa é a crença popular. Ah, esqueci. Então eu esqueci. Mas esquecer não faz a imagem desaparecer. Então, a imagem está lá e ela pode ser reativada sem você querer, volta o tempo presente e te atrapalha. Então, ajuda muito ter esse entendimento. A gente trabalha muito essa parte, ter o entendimento, como entender isso para poder já começar a melhorar. Só pelo entendimento, só de ler o livro a pessoa melhora. Mesmo que ela não vá fazer nenhuma terapia, só de ler o livro ela entende. Agora estou entendendo porque Nós tivemos um caso de uma criança, quer dizer, uma pessoa adulta que tinha medo de lugares fechados, principalmente elevador, não sabia porquê, não lembrava, esqueceu. Esqueceu que quando era pequena, bem pequenininha, estava brincando esconde-esconde e viu uma geladeira desativada, sabe aquelas geladeiras bem antigas, pesadas, que abria assim? Lá, ninguém vai me achar aqui, né? É um ótimo lugar para me esconder. É mesmo, ninguém achou. Então a criança ficou lá, perdeu os sentidos, que ela gritou, gritou, gritou. Ninguém ouviu porque é aquela geladeira, né? Até que procurando a criança, procurando a criança e a encontraram desmaiada. Então, foi uma sensação muito ruim, né? Ficou gravado na mente dela. Se recuperou fisicamente, não teve nenhuma sequela, mas ficou essa gravação. Aí mais tarde isso entra em ação, quando ela está no lugar fechado, o que ela pensa? Vou morrer, vou desmaiar? Que vem aquela mesma sensação de antes, mas que a pessoa não lembra da onde vem. Porque as pessoas falam assim, ah não, acho que nada disso me aconteceu, eu não lembro. Não lembra mesmo, não vai lembrar. Se lembrasse, nem afetaria tanto. Quando você lembra, já não te afeta. Quando você não lembra, é que te afeta. Então o que você não sabe que mais te afeta, não é o que você sabe. Então é desvendar essas coisas passadas que você nem lembra e poder aliviar. Não só desvendar, mas aliviar. Então a gente se sente muito bem de estar podendo ajudar as pessoas nesse sentido.

Foi legal <laughs> Foi bom também usar a genética preventiva que eu usei durante a gravidez inteira, que é manter o silêncio quando houver algum tipo de dor e ter um parto tranquilo, tentar ter um parto mais tranquilo possível, normal. Qualquer pessoa que trabalha, né, e tem filhos, é sempre um pouquinho complicado, né, qualquer que seja a profissão, porque você quer também dar mais atenção, mas também tem que trabalhar. Então, ela logo foi para a escola, acho que com três anos já foi para a escolinha, e a gente pensava assim, vou colocar ela para... Era para ficar uma hora para ver se acostumava. A gente ligou, depois de uma hora era bem perto, ligou, ah, ela está adorando, pode ficar mais uma hora. Aí ligou depois de duas horas, ela está muito bem, né, pode ficar mais, <laughs> ficou o dia todo. Aí eu não queria ir embora. Minha filha também é independente, como eu, o que é bom, né? Porque eu trabalho bastante, o pai também, então ela, né, pode fazer as coisas dela. Logo, com com o pai é venezuelano, a família é da Venezuela, né? Então ela, acho que com dez an Foi para Venezuela sozinha para visitar a família. Já tínhamos ido antes, né? Quando ela era menorzinha. Mas aí, com dez, onze, ela foi lá sozinha para Venezuela. Ficar com os primos, conhecer e tal, voltar. Ela ia muito para acampamento, né? de De férias, né? Então eh, a gente às vezes vê quando a as outras mães, né? Quando a criança está indo para acampamento. Ah, minha filha, né? Você vai para acampamento. Uma semana, né? Já aquela choradeira, né?

Até agora, quando teve essa viagem de eh formatura, que é a famosa viagem de formatura que tem que ter, ãh... eu vi mães chorando, porque o filho com <laughs> dezessete É uma semana, acho que no máximo também. Então, é bom que isso já já... Eu já passei para ela, então ela está tranquila. Quando está com a gente, está bem, quer ficar com a gente, mas também se precisar viajar, se eu precisar viajar, porque eu tenho que viajar também, ela fica bem, né. Então, é legal.
Mais alguma coisa? então já encerrando Ficou faltando falar alguma coisa? Alguma coisa que a gente não tenha estimulado, que você queira deixar registrado?
<laughs> É tanta coisa, né? A vida da gente. não... do rádio, eu falei bastante. Eu gosto muito desse trabalho no no rádio. Acho muito legal poder estar em comunicação com tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Eu gosto tanto de programar, fazer o programa ficar legal, ficar interessante e me tornar um profissional em tudo o que eu faço, né Uma profissional em tudo o que eu faço. Então, tudo o que eu faço, eu quero fazer como profissional, que é uma das coisas que o Sr. Hubbard diz sempre. E... eu gosto muito do rádio, de conversar com as pessoas. Uma coisa que eh me ajudou muito também a genética foi gostar mais das pessoas, só isso. A minha capacidade de ter afinidade pelo outro aumentou muito. As pessoas são interessantes, qualquer pessoa é interessante. E acho que o trabalho de vocês tem muito a ver com isso também. Qualquer pessoa tem tanta coisa interessante para contar. Vocês devem saber, né? Histórias e histórias e histórias. E é isso que é o legal de estar aqui, né, no Planeta Terra, em contato com as pessoas agora e tornando-as melhores. Tudo o que a gente puder fazer para contribuir é... muito bom, porque isso vai melhorar a humanidade.
Acho que é só isso. Obrigada. E como que foi estar sentada aí, dar o seu depoimento, lembrar dessas coisas todas?
Ah, super interessante, é muito legal mesmo, porque eu tinha coisas que eu já tinha mais ou menos pensado em falar e tinha outras que não, que vocês foram estimulando e a gente vai lembrando de bastante coisa mesmo, que às vezes você na hora não lembrava, ah mas também aconteceu isso, também aquilo, uma coisa vai puxando a outra.